Boa tarde. Tarde Prazer. Para começar, eu queria ir pedindo para você dizer o seu nome completo, local e a data de nascimento.

Eu sou nigeriano, na naturalizado brasileiro e o lugar onde eu moro chama, é a cidade de Abeokuta, na Nigéria. Eu estou aqui no país desde
Na região onde você nasceu, você vivia com seus pais, com seus avós? Com quem você vivia?
Eu vivia com pais, porque lá, na realidade, eu sou uma, eu sou de dentro do, a família

ele é uma lida, porque lá existe várias comunidade aonde existe uma que chama aquela pedaço, entendeu? Eh

A gente na África tem várias comunidade que essas comunidades têm a lida deles. E a lida deles também se tornou como um obá. Obá é um rei.

Então, eh quando se fala de riqueza, a gente fala que eles têm, mas não é tão igual o que é acostumado, assim, entendeu?

Nessa a forma viver uma vida normal, um uma vida humilde e não tenho nada eh <noise> super especial. Claro, na hora que você passou, o povo eh se ajoelha para você, o povo reconhece só você. como a parte dos príncipes, mas não é aquelas coisa, tipo, ah de riqueza, aquelas coisa que você se conhece. Porque quando, cada vez que eu falar que eu sou um príncipe na África, pessoal mistura essa minha, a situação com a parte do, o príncipe que eles já conheciam antes, tipo, o príncipe Charles, aquelas que tem uma família real que é muito rica. Entendeu? Então, um príncipe que é o simples e que não tem nada de frescura para conviver com as pessoas.

Então, uma, príncipe que tem um pai que é o líder da comunidade, que chama um rei, ou um obá, na nossa linguagem, e mãe que vive junto. Só que hoje em dia os dois faleceu E hoje Eu ser um príncipe, eu tenho a direito se tornar um líder também, mas hoje tem uma líder já, um rei lá, que é o do outro familiar. Porque na África, aonde eu sei, existe várias família que possa se tornar rei dos, daquela cidade. Não é uma família só, é várias família. Quando está chegando você, quando um rei decidir a receber você para ser parte do gabinete, tipo, eu agora sou um Otumbá.

Quando você vir, você eh já está dentro do gabinete. Tipo, um dia, você pode ocupar logo. Aí você se torna um Otumbá. Otumbá é vice já. Se qualquer coisa acontecer com o rei lá, eu posso entrar no trono.

grande, forte e saudade, eh o, saudável eu quero falar, e sem problemas, entendeu? Porque eu, para mim, eh uma vida normal eh vai ser mais eh, mais importante para mim do que quando eu quero se tornar o rei da minha cidade, aí eu já tenho uma vida eh mais ah, controlado, entendeu? Por eu ser uma pessoa que gosta de ser liberado, Gosto minha liberdade. Eu gosto de ser Otumbá para muito tempo, <laughs> porque eu tenho minha liberdade. Para registro, como é o nome dos seus pais? Eh Acombi, o nome do pai, Aderomum, e o nome da mãe é Waslat, Aderomum.
Você comentou então que seu pai era rei e que sua mãe convivia com vocês. E quais funções sua mãe tinha?
É, porque elas saíam para cuidar de cidades, junto também existe um papel fundamental, como se foi cuidar do próprio marido, que é rei. E a maioria do do, as coisa pessoal do rei é a esposa que cuida.

Então não tem, geralmente você tem que ter uma secretária eh pessoal. Na África, suas esposas são sua secretária pessoal, que sabe a maioria das coisa que você quer fazer. Mas hoje em dia, como você conseguir ter mais junto, aí você começa a ter um secretário. Mas na época da minha mãe, É muito mais secretária do pai do que o, qualquer outra pessoa, porque é ele que sabe como que é, eles que sabem aonde ele vai, a roupa que ele vai colocar no no dia, o que ele vai comer, entendeu? Então, e também ajuda para cuidar da cidade na parte mulheres. O movimento de mulheres são esposas do rei que cuida dessa parte do movimento das mulheres. Que que as mulher está precisando. Às vezes alguma coisa, tipo uma feira, que pode ser uma coisa coletiva. E geralmente na África são as mulher que faz feiras. Então, sempre cede algum espaço para ele, aonde ele vai cuidar. Onde ela vai cuidar, através dela, ela eh passa para os, as mulheres de comunidade. O que que eles pode fazer, a maneira que ele pode dividir.

Quanto que você tem que pagar para a comunidade, entendeu? Uma coisa assim. E ela sempre tem um papel fundamental na administração da cidade, principalmente na parte do, ah da feminina. Porque a gente acredita muito na parte do mulher e a maioria dos africanos sempre querem que mulher trabalha. Não gosta para que mulher ah, fique em casa. Mas, mas mesmo assim, algum pequeno porcentagem ainda acredita. Tipo, mulher pode ficar em casa que ele trabalha, mas oitenta e nove por cento africano gosta que mulher dele ah participa uma forma ou outra no crescimento da casa. E E a parte de criança também, ele vai fazer parte da criação da criança. Mas ah, papel da mulher é super importante na vida do do homem lá. Agora eu queria entrar um pouco na sua infância. Que lembranças que você tem na sua infância? Eu sempre que alguma parte na hora que eu ficar estudando na escola, aonde minha casa está, é um pouquinho longe da onde es, a escola está. Por ser o filho da da comunidade, você não tem exceção. Você tem que estudar junto com pessoas lá também. E

Porque eu sempre, tem uma escola. Aí eu lembro que alguma criança às vezes gosta de chorar na hora que a gente vai para a escola, não gosta de estudar. Eu já gosto de estudar. Aí eu vejo, eu senti, tipo, por que que uma pessoa não gosta de estudar? E na hora que a gente volta da, para casa, ele fica contente. Aí eu apanha ele para chorar de volta para casa. <laughs> Aí os famílias dele vem reclamando para minha, minha, meus pais, porque eu ficava batendo no nos outros, entendeu? Então, aí são as coisa que me marca mais. Tipo, criança, a importância que crianças tem que estudar. Mas até hoje fica me perguntando, mas por que que eh, aquelas ideia vem na minha cabeça numa época? Você é uma criança que já sabe a importância da educação para outros. Porque numa época era tipo oito anos, muito jovem. para quem sabe a importância da educação.

Tipo, você vai estudar, mas e daí? Eles acreditam naquelas coisas que você tem que ah, ter o poder da agricultura, tipo, mais terra que você tem, mais poder que você tem.

Tipo, ter bastante terra e mostrar sua riqueza. Mais terra que você tem, mais riqueza que você tem. Isso foi ide, ideal. Aí foi pensamento. Mas eu lembrei que eu fiquei cobrando os colega jovem para estudar numa época.

Eu vejo uma uma coisa legal porque a educação se torna uma coisa importantíssima na vida de qualquer ser humano.

Tipo, se ele chora... na hora que ele vai para a escola, que ele tem que chorar na hora de voltar para casa. Não pode estar rindo.

Então, até hoje, eu sou um dos apoiadores de qualquer coisa que é ligado à educação.

Principalmente o negro Sem educação aí piorou a situação, porque ele já tem a situação, preconceito, na realidade já é, por ser um negro, e sem educação ainda piorou.

Não é somente um negro, como ser um branco, qualquer qualquer cor Eu acho importante a educação. Tem que ter educação, pelo menos mínima possível, porque a educação não tem nada a ver com riqueza, mas mínima você tem que ter.

Restante riqueza é uma coisa do destino. Não é todo mundo que é médico e é rico. Não é todo mundo que é advogado que vai ser rico. Não é todo mundo que é político que vai ser rico.

Não é presente do pai, não é presente de mãe, não é, não é uma coisa que você está dando para ninguém. É um presente que você pode dar para si, a educação. Por isso que eu apoio qualquer instituto ou qualquer... indivíduo que fala muito de educação.

E para quem não conhece, eu queria que você descrevesse um pouco a sua cidade, esse lugar onde você via, como eram as casas, como é essa região onde você vivia?
É uma região, por eu estar, eu nascer numa classe média,

Lá na África, vai chamar eles de rico, mas eh hoje eu estou convencido que eles não é rico, eles são classe média. Porque eu tenho a oportunidade para sair, conhecer várias partes do mundo, conhecer Inglaterra, conhecer Estados Unidos, conhecer várias partes, mas eu posso ver que eles não são rico, não. Eles são classe média, na realidade.

Não é nada de eh moderno, mas é, mas lugar grande, com vários quartos. mas bas bastante rústico, mas uma, com um muro bem alto. Mas são coisas que eu lembro, porque tem bastantes quartos lá dentro.

Então são as coisas que eu lembro.

E hoje eu chamo ela de simples porque eu já vi muitos castelos grandes. E eu considerar ele como uma pessoa de classe média. Não é nada do rico não Porque o que eu vejo hoje em dia, eu sei, eu sei, eu já sei o que que é riqueza.

Então por isso eu posso considerar ele como uma pessoa classe média.
Você comentou agora que você já fez várias viagens. Como foi a primeira vez que você saiu da África?
É a primeira vez por eu ficar no meio pessoas que viaja muito fora do país. Por exemplo, quando eu fiz bioquímica.

Aqui no Brasil, vocês faz com de Na Nigéria, você só faz após de faculdade, quando você é ah formado.

Entendeu?

no norte da Nigéria. Eu não me adaptei muito, mas na realidade você é para ficar, porque você está servindo o governo.

Todos nós somos Nigéria, mas uma não entende a palavra do outro.

Então, o governo cria esse esquema para misturar o povo, começar com as pessoa que é formada

Porque logo em seguida, acho que o segundo mês, depois do, nossa

Após desse, você vai ser levado para onde você vai trabalhar, o médico vai ser levado para um hospital, o química vai ser levado do do, para o hospital também para trabalhar. Quando você faz História, você vai ser levada para uma colégio para ensinar história. Se você faz geografia, você vai levar para uma colégio para fazer uma, ah ah, ensinar geografia. Se você faz farmácia, você vai levar para. Cada um em várias áreas. E você vai ser paga pelo governo. Às vezes, a própria empresa paga você alguma coisa a mais, principalmente quando ele tem, está bem Tipo, alguma empresa que é multinacional, vai receber você como estagiário e algum dinheiro para você. Algum não tem condição, então você só vai depender de dinheiro do governo. Mas quando tem condição, ele paga algum outros bônus para você. Nesse meio, eu estava numa e ah, universidade no norte, aonde eh aonde tem escola de enfermaria.

E depois, logo seguindo, pegar alguma coisa aqui, que é uma problema de doenças lá no norte.

onde minha parente está. Então, na hora que eu pedi, foi dado, porque ficou com prova que eu não consegui me adaptar lá. Eu consegui voltar para sul, aonde é o povo Iorubás. E de lá, eu consegui modificar para outro empresa, que é melhor.

Lá já é internacional. E maioria que está lá são os brancos. Bélgica, holandês, fazendo ciências. Como você pode melhorar o milho, o feijão, na área tro tropical.

Então, uma coisa bem grande, uma empresa muito grande lá. E lá, eu consegui entrar lá. Então, só chegando lá, eu já recebi bom dinheiro.

E nós dois já viver e conviver junto

Então logo de um ano, de eu completar um ano lá, esse um ano Depois você tem que trabalhar, então você já está liberado, você vai receber o certificado e junto com esse certificado, junto com sua seu certificado, você pode trabalhar em qualquer lugar. Mas sem ser certificado do ah, militar do governo, você não consegue serviço em lugar nenhum. Primeira coisa que ele pergunta, cadê o seu ah, ah, certificado de militar do governo?

Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de viajar para outro país.

Mas pensar nessa viagem Nossa a biblioteca, um dia lá, aí eu vejo que eu posso estudar no Brasil, na Universidade de São Paulo, como estrangeiro, sem pagar. Eu entrar no meio e acabar conseguindo.

Porque eu descobri aqui no Brasil o que brasileiro tem muito a ver com o africano e vice-versa.

Eu queria que você contasse um pouco para a gente. Você comentou que você era Iorubá, da cultura Iorubá. Quando você aprendia com seus pais, como se dava essa transmissão?

Você comentou que existe uma língua também que vocês Falam. Eu queria que você contasse um pouco para a gente.
O Iorubá é uma, fez grande parte da Nigéria.

São os ah, três língua principal da Nigéria. Pessoas fala mais de duzentos e cinquenta etnia lá. existe várias duzentos e cinquenta etnias lá, porque também tem o dialetos. Mas os principais dessas linguagens são os três só. Mas, por exemplo, só do Iorubá, por exemplo. Eu falo Iorubá. E aqui no Brasil eu descobri que o Iorubá fez muito grande

Por questão de essa parte do Iorubá, se você ver pelo mapa, você vai ver que do Brasil para Lagos, na Nigéria, é somente a Atlântica que dividiu os dois. Você vê pelo mapa. Então, quando foi levado o escravo, ele levava o escravo bem do lado do lago.

Justamente isso aconteceu.

Inclusive a maneira que a gente veste roupa até hoje, alguma linguagem Iorubá existe aqui. Quando você fala babá, que é pai, na realidade, são palavras Iorubá. Ou acarajé, por exemplo. É uma coisa

Você coloca as coisa na cabeça E você anuncia que você está vendendo. Por exemplo, é o aracarajé o... Quer dizer, vem comprar acará para comer. E eh, hoje em dia, a pessoa chama de acarajé, mas na realidade, ele está anunciando para a pessoa vir comprar acará para comer. Então, aquele jé é para comer, não é que ele fez parte do, palavra de comida.

Então, existe várias palavra que faz parte de cotidiano brasileiro, que é a nossa língua.

Aí você vê que aquela sangue ainda continua no meio dos brasileiro O sangue quente, forma de dançar, você vê que fez grande parte do do brasileiro. Então não tem como você falar do Brasil hoje tirando a África fora. Porque uma forma ou outro, o afro-brasileiro, negro mesmo, ele tem muito. Praticamente cinquenta por cento da população.

Não sei, eu sou negro, mas não sei. Ele tem cultura brasileira, mas na realidade ele é um africano que precisa conhecer um pouquinho dessa raiz. Isso ajuda ele eh ah, ajuda a elevar autoestima dele, saber que ele tem uma origem. Às vezes alguma pessoa fala, ah eu sou italiano. Ele sente Outro fala que eu sou descendente do espanhola Ele se sente bem. mostrando raízes aonde os pais deles estão.

Todos eles, todo mundo fala com bom orgulho a ser parte daquele país, porque você está falando uma parte do, sua raízes, aonde você, a sua Então, independente de riqueza Se é pobre, nós acha que o os, pessoa que vem da África também precisam conhecer e E, atrás disso, você pode saber que você tem gente, independente se a África é um lugar muito simples, que não é rico. Aliás, não é todos que não é rico, porque existem vários lugar na África que é muito rico Mas se a pessoa não mostrou, ninguém vai saber. Se nosso próprio africano não mostrou como que é a África, é difícil o brasileiro saber que tem prédio lá, que tem viaduto lá. Que o Nigéria, por exemplo, é o número quinto produtor do petróleo no mundo. Se eu não falar, ninguém sabe.

Mas ele precisa sim saber. Para que ele tenha orgulho daquele lugar que ele fez parte. Se ninguém fala, ninguém vai saber.

Ninguém gosta de ficar relacionado a uma coisa pobre. Essa é a realidade.

Pelé é um negro, mas o lugar que ele chega, só que você pode buscar sua, né, não, não é necessário ser

Basta você explorar que vó, aonde você é bom. Você cantar, você canta bem. Michael Jackson, ele é um negro, por exemplo. Todo mundo sabe disso.

Cada um buscar uma área que é, então você ganha seu espaço e buscando talento, entendeu? Então, através disso, o saber de sua origem, você você conseguir ficar contente, fez parte daquele ó, origem. Então, somos parte do projeto que eu, principalmente, decidi ajudar

Agora vou te perguntar, vou retomar. Então você veio para fazer o mestrado de bioquímica e você optou por mudar esse Como que aconteceu essa mudança?
Essa mudança que chegou quando eu descobri que todo lugar que eu fui, pessoas só me pergunta sobre cultura, às vezes religiosidade.

Cada vez que eu fui para algum lugar, alguns colega, tanto o branco quanto o negro, me pergunta mais sobre cultura. Aí eu descobri que eu vou ser mais útil nessa área do que seja uma química. Que eu vou ser, eu vou ser mais uma. Porque está cheio.

Como que eu sou aquele que quero

Então, se eu vou na carreira de ser química, eu vou ser mais uma. Mas se eu optar para promover a cultura africano, talvez eu vou ser

Muito pouco.

Então, por isso, quando eu descobri a, que chegou aqui, eu descobri que essa área está precisando algumas pessoa

Aí muda tudo.

falando sobre o química.
E uma curiosidade, qual foi o impacto de chegar aqui no Brasil, das diferenças para os lugares onde você tinha vivido? Eh
Eu consegui me adaptar justamente àquela história que eu contar com você.

Isso faz com que eu consegui, única diferença é que eu não, sabe, falar português. Precisava aprender eu falar português.

Tipo, uma pessoa que quando você foi discriminado, você fica nervoso, eh você sente humilhado, já não tem isso. Talvez por aonde eu nasci.

Então talvez aquele me ajudou, não sei, talvez

Mas é difícil sempre conseguir me tirar do sério só porque eu sou negro. Muito difícil, porque eu não ligo. Porque eu sempre crio a situação como se foi, eu sei minha capacidade, que eu vou provar minha capacidade e você vai acabar gostar de mim.

e ele vai acabar Então, enquanto eu não conseguir mostrar minha capacidade, então, por que que ele tem que gostar de mim? Então, eu vou mostrar minha capacidade, minha qualidade. Através da minha qualidade, ele vai acertar.

Então, isso me ajuda muito. Então, a pessoa pode até falar alguma coisa que me ofendeu. Eu não sinto ofendido. Porque eu sei na hora que eu mudo a situação, <laughs> a pessoa vê a minha qualidade, ele vai ser o primeiro a ser meu amigo. Ele vai querer ser meu amigo. Aí eu uso justamente essas, essa forma para conquistar.

É conseguir conquista, os amigos. E até hoje são as pessoa que me ajuda Tipo, eu conheço vo, eu conheço aqui através dos, um deles. Eles me defendem com a, com maior honra. Ele sente que ele tem amigo. Da mesma forma que eu também sinto que eu tenho amigas, amigos. Entendeu? Tudo com humildade.
Perguntar novamente. Então, depois que você decide trabalhar com cultura, você realmente começa a atuar?

Alguns saem porque é uma coisa que não tem dinheiro, entendeu? Alguns saem, alguns está junto comigo até hoje. E são as coisa que a gente pode olhar para trás e ver, tipo, poxa, foi bom. Porque a gente pode falar que tem um espaço bonito hoje, lutando para que a gente consiga desenvolver esse projeto numa, numa boa.
Queria que você falasse mais sobre o espaço e sobre o projeto, efetivamente.

Eu sou presidente, mas sou administrador de tudo e ficar feliz falar que foi projetado através de um africano, uma nigeriana ainda, e juntar com outros colegas africano. Para que a gente consiga ter esse espaço. E temos esse espaço.

E faz uma par ah, parceria junto com a a universidade, aonde a gente pode ensinar mais sobre a parte acadêmica do sobre a, África.

Vai ter que, uma vez por mês, vai preparar algumas comida para saborear para as comunidade que querem saber, saber como que é a comida africano, pelo menos ter uma noção de como que é, entendeu. Então, uma vez por mês, a gente vai estar Lá no Centro Cultural para juntar os povos com danças da África, para que pessoas consigam entender mais sobre mais cultura africana. Então, tudo isso logo depois do trinta, dia trinta de novembro, onde vai ser inaugurado e já vai ter acesso para o público.
Você comentou agora sobre o apoio de outros nigerianos, outros africanos, e também você tinha falado que tem viajado sempre. Isso. No Brasil. E como é que foi levar, depois que você decide trabalhar com cultura, voltar para a África e contar isso? Eh

Tem bastantes pessoa, gostaria de saber cultura, religiosidades da África. Então, tudo isso eh, que eu ficava explicando para as pessoas lá. Mas as pessoas também gostaria de vir para cá para vir conhecer. Também a parte do carnaval brasileiro, que eu fala bastante como que é uma carnaval muito bonito, uma coisa de... Muito bonito, com umas mulheres bonitas que o Brasil tem para mostrar para o mundo. Uma maneira de eu divulgar o país. Tudo isso são as coisa que eles também querem ver. Que coisa bonito. Aí às vezes a gente fala, eu mesmo às vezes falo do Brasil também lá, mostrando as coisas do carnaval, maculelê. Mostrar dança afro, mostrar como brasileiros dançam e ficar Opa, a gente pensa que eles dançam não afro, não. Você vê, eles têm uma sangue muito parecida com a gente, uma maneira de dançar, dança afro, uma coisa séria, entendeu? Então, eles adora

Tipo levando alguns africano também para cá, para vir conhecer, e levar algum brasileiro também para lá para conhecer. Faz esse troca do da cultura. E cada vez aproxima os dois ah, os dois continente Porque o, apesar de tudo eh, somos irmãos. Eu não cheguei a perguntar, mas você tem esposa? Tem, tem, tem esposa. E a esposa agora está morando aqui comigo, porque sabe que não tem como voltar toda hora pensando projeto, que é mais ligado aqui no Brasil. Eu pretendo fazer esse tipo de projeto em outro país também. Mas por questão do Brasil, é um dos países com mais população negro do mundo. Eu só pedi para a Nigéria. Eu decidi começar aqui. E se é sucesso aqui, eu quero levar para outros países, mostrando a cultura africana, divulgando a cultura africana no mundo. Para que o mundo consiga receber essa continente numa boa, para que o mundo pensa nessa, naquele continente com outro olho e dá uma espécie que ele merece para
E a vinda da sua esposa, como é que foi?

chegou aqui e no começo é sempre difícil para adaptar, mas depois se adaptar e está, está muito bom, está gostando também. Porque o, na África também, se você quer casar, você tem que gostar que que o marido gosta. No momento que ele sabe que você, que você não gosta do que ele gosta, aí fica, aí começa um problema. Então, ele aprendeu, ela aprendeu, gostou do que eu gosto. Entendeu Que é divulgando essa parte de cultura, entendeu, como se for um Lula, que adora ser político logo no começo. Então, Dona Marisa fica acompanhando ele. Então, se você quer ele, você acompanha ele. Mesma que ele ficar numa época, vinte anos atrás, para ser um presidente, mas no começo você até vai chamar ele de Mas hoje ele se tornou um presi, presidente de um país ah, grande igual o Brasil. Então, ele tem que sonhar. E o que está tem que acompanhar você. No momento que não dá para acompanhar, aí não dá certo. Então, ela também eh se, eh se, sonha esse sonho comigo, igual a dona Marisa sonha com o Lula. <laughs> Uma coisa, uma pessoa simples, É uma operário que sonha ser presidente. Até alguma pessoa vai perguntar, mas você, mas como que vai ser possível, você é um operário? ficar no meio das pessoa que é elite, educado, para ser um presidente? Você você gosta de ser, mas hoje ele é. Então, só através dele, tudo, pelo menos, é uma em, uma ensinamento. Então, você consegue o que você quer na vida lutando. sem olhar para trás, tipo, dificuldade encontrar dificuldade, você próprio já gera. Não existe nada na vida que não tenha dificuldade. Mas você próprio tem que ver isso como se faz parte do, jornada, entendeu?

tocar a bola para frente, ver como se você conquista de dificuldade. Não é você falar, ah, é muito difícil. No momento que você fala muito difícil, você, você já cria mais dificuldade em cima disso. Então, eu acho que ele também comprou briga junto comigo e
E como você conheceu sua esposa? Ah
Conheci através do, um amigo, Que uma, que fez parte família dele também, um tio dela, entendeu? Então, ela sempre falava para o tio dela que gostou de mim, alguma coisa assim. Eu pensava que era uma brincadeira Aí eu depois falar, ah, não, vamos vamos tentar, <laughs> entendeu? Acabou dando certo. Dando certo para a África, é quando as mulher escuta você, Quando você. Existe machista. Existe quando mulher faz o que você gosta, entendeu? Então, para as africanas, às vezes, aqui no Brasil, vai ver como machista, mas não é machista, é uma uma situação do ah <coughs> companheiros. A gente vê isso como companheiro, quando você escuta ele, você acredita numa parte da liderança dele. Aí, você acredita nisso, você viste essa camisa. Então, ele que é líder, tudo que ele falar, vamos escutar.

Então, justamente nessa forma que ela reagiu e acabou dando certo. Vocês tiveram filhos? Três filhos
E como foi ser pai pela primeira vez? Eh
Uma coisa bonito.

Então, sempre buscar com que eles também pensem jeito. Tipo, lutando e nada faz ser difícil, para não pensa dificuldade. No momento que você pensa em dificuldade, você já gera dificuldade. Que nada é difícil.

maneira de lutar em busca do seu objetivo. Só acreditar no seu objetivo que você chega lá. Eh
O Centro Cultural, ele ele chega para marcar uma trajetória inteira.

Então ele é muito emblemático nesse sentido. Eu queria que você, para quem não conheceu toda essa sua trajetória, para você contar como foi até chegar ao Centro Cultural, toda essa

E sempre escuta, principalmente a pessoa que está aqui. Às vezes a gente faz na forma errado e Sempre gosta de ouvir o próximo. Então, se será talvez um dos maneiras que acaba ajudando muito. Mesmo acreditando na minha filosofia, Eu sempre dou ouvido quando existe alguma pessoa que quer ajudar de uma forma ou outra, eu sempre presto atenção para saber o que que ele tem a a oferecer. Aí está dando muito certo.

Sem ah, pensar, tipo, meu jeito sempre melhor. Sempre dar o ah, espaço para outro pensamento. Então, isso ajuda bastante nessa parte de do dificuldade que a gente tem nesse caminho, entendeu? Com dinheiro, sem dinheiro, a gente sempre conseguiu fazer alguma coisa. E você sabe, a maioria dos problemas que você tem, em termos do seu próprio projeto, é o, parte financeira. Então, isso acaba sendo mais fácil, porque a maioria das pessoa que ajuda E já indica, a gente quer imprimir um convite, uma indica, ah uma pessoa vai fazer para nós de graça. Ah, isso aí vai fazer essa aí para nós, né De uma forma ou outro, antes de você saber, a gente já faz aquele evento com custo mínima Então, a maioria das coisa, parte do dinheiro, quando não tem saída, ah sempre sai minha bolso, mas são as coisas que eu gasto com o maior prazer. Às vezes usar dinheiro para eu fazer eh alguma coisa para o Centro Cultural do que comprar um carro, por exemplo. Às vezes, já andar de pé, do dinheiro que eu posso utilizar para comprar um carro para fazer eventos de centro cultural. Então, quando as pessoa não gostou, tipo, se uma mulher não gostou de você, você. Você podia usar esse tal dinheiro para comprar um carro, você gasta vinte e vi mil reais para esse evento. Isso é loucura.

Eu pedi para você falar em Iorubá e e depois traduzir para a gente qual é o seu sonho hoje, o seu objetivo futuro, quais são as suas perspectivas. Eh
O objetivo do futuro é que a maioria das dificuldades já foi

Então o o, nessa jornada,

Sem ter profissionais aí dificulta bastante.

Por isso que, eu sempre falo para as pessoas, quando estão no começo, procurar algum profissionais, que ele Aí você vai acabar facilitando a sua vida. Então, explica uma forma ou outra para eles que eles entende, e Na hora que eles co, começar, você conseguir caminho do que tentar quero faz.
E você tinha comentado lá fora, eu queria que você falasse também sobre o trabalho que você desenvolve na África.
É, na África eu já tenho, por ser uma vice-rei lá, eu precisava mostrar alguma coisa para a comunidade, para ser parte da comunidade. E falar disso já fez parte de mim também ajudar na comunidade, entendeu? Então lá eu tenho uma, grupo, na na associação que, que faz cadastro de pessoa que têm problema no olho. E uma vez por mês, a gente contrata uma médico para atender todos eles numa área do cidade, que não é, não preci, não é necessário no hospital. Aí Para sair fora do a parte da situação de ah, tem que marcar médico, tem que marcar médico, médico falou, entendeu? Então, uma vez por mês O médico vai falar, vai falar com esse dez pessoas, então ele é obrigatório falar com todo aquele dez Então, outro dez vai vir no próximo mês, entendeu? Agora, alguma coisa que é, que é urgência mesmo, vai ser encaminhado para ah hospital e usando a nossa parte do Ong para ficar implantada no hospital para mostrar como a importância daquele. Então, nossa ong trabalha em cima dessa parte de a saúde do do público. Hum Principalmente deficiência.
A gen eh, a gente queria para ter o registro da língua, que você falasse um, eu acho que talvez um sonho em Iorubá, na língua, para a gente ter o registro.

Não sei se você quer que falar mais alguma coisa especificamente aí.
Está ótimo. Tá.

Queria te perguntar como é que foi dar essa entrevista?
Eh, eu acho muito boa, fez parte do Espera que uma entrevista que contribui, uma forma ou outra para o público que vai assistir e

Eu gostaria que, uma forma ou outro que contribuí de uma forma ou outro para a comunidade em geral.